Bom dia, bom dia para vocês também.
Bom, iniciando a nossa entrevista aqui no no ponto de cultura do museu da pessoa,
Primeiramente, a sua identificação, o seu nome completo, local e data de nascimento eh.

e dos italiotas são pré-romanos né, evidentemente, pré-cristão também, é claro né. E junto com a dominação dos gregos, porque o sul da Itália, da Campania, Calabria, Apulia, Sicília, foi Colônia grega eh.
Falando sobre um pouco sobre a sua família, qual é o nome de seus pais e de seus avós?

Inclusive, nós temos uma tradição.

Meu pai não veio mais, porque meu pai fez a carreira militar. Ele viveu até uns quinze anos de idade em São Paulo, do bairro da Barra Funda. Onde tinha pastifício, tinha mercearia, foi expandindo né. E depois ele hum com a família fizeram um vai-vém, ficaram muito ricos. E fizeram vai e vem com a Itália, porque era as raízes eram de lá. Meu pai se formou em engenharia civil e depois ingressou na carreira militar. <coughs> Tanto que, só para completar, ele começou como como oficial né e pegou a a campanha da Rússia, da frente oriental. Quando a Itália era aliada da Alemanha, do Japão, né o eixo, Ele foi obrigado de uma de um de uma engenheira e de uma engenharia militar especial ligada com a marinha né, com a marinha italiana. Então ele foi para frente a Rússia e fez quatro anos de campanha a Rússia. E fez uma retirada de quatro mil e e trezentos quilômetros a pé. A divisão dele, que era uma divisão de engenharia, a divisão Piceno, a metade foi dizimada né, <coughs> mas ele conseguiu voltar. Por isso que, apesar de o que se diz por aí, eu tenho muito orgulho de ser filho de militar. Porque ele me ensinou muita coisa, em primeiro lugar, a ética, segundo lugar, a amor a família, terceiro lugar, amor a pátria, quarto, não ter preconceito. Tanto que nós temos duas patrias e com muito orgulho, Itália e Brasil.
A origem da sua família italiana, sim basicamente. Exatamente.
E o senhor tem irmãos?

O senhor tem irmãos?
Eu tenho um irmão que é engenheiro de Pontes Estrada das Ferrovias e Motores em Roma.
Ele foi responsável, porque agora já se aposentou, por dois hum dois projetos principais da do metrô romano. E tenho um outro irmão que se formou advogado na Itália, veio para o Brasil, ficou doze anos no Brasil, depois foi contratado pelo governo canadense e se formou no Canadá como pê agá dê de Sociologia. Ainda também está aposentado. E ele escreveu um livro muito interessante, meu irmão.

Isto é, sozinha sem sole, um jogo de palavra em relação às mulheres italianas e migrantes eh, sobretudo em Toronto. Elas estão trabalhando, estão ganhando, tudo mais, mas estão sozinhas estão sem, por causa do clima.

Olha, <coughs> é uma pergunta interessante, porque dá possibilidade de ver, do meu ponto de partida né, até o momento que eu estou aqui com vocês, <coughs> considerando que eu tenho como disse há pouco uma ótima memória. Olha, infância pré-bélica, foi muito interessante, porque ãh meu pai era um homem muito culto e minha mãe era a típica mamma italiana né, na, mas que deu em casa a bases afetivas, era uma pessoa dura, nem tanto agressiva né. Mas dura que deu uma formação muito afetiva, um amor afetivo eh não pegajoso, não lacrimejado, um afetivo objetivo. Eu diria quase que um pouco seco. E meu pai deu a formação cultural E uma ãh uma formação, eu diria, não tanto militar no sentido de guerra, mas uma formação um pouco guerreira. Isso é, antes de tudo, se respeite, seja educado, mas não leve desaforo. Então, em casa via essa eh bipolaridade do afetivo forte e do afetivo culto firme. Quando veio a guerra, <coughs> a a minha infância foi, eu tinha dois irmãos, foi bonita, tranquila. A gente, naquela época, morava em Nápoles, porque a divisão do meu pai e a engenharia militar pela Marinha, estava no Porto de Nápoles né, que ele já dirigia um escritório lá. <coughs> Foi bonita, nada de muito especial. A educação sólida em casa né, inclusive a obrigação de de se alimentar bem. com a alimentação mais forte do que a alimentação tropical, por causa do frio né. Lá o frio é pesado né. Quando estourou a guerra, olha, se virou uma página branca e veio uma página preta. E eu tive contato tanto com meus irmãos e minha mãe com o inferno. Tanto que eu não consiga entender como o ser humano, que deu um verde, que deu um Villa - Lobos, que deu um Beethoven, que deu uns que, como na Rússia, pudesse carregar tanto o ódio e tanta estupidez daquilo que eu fui obrigado a assistir. E apesar de que estou me sentindo muito à vontade com vocês, tem coisas que eu vi tão horríveis e degradantes em relação ao ser humano, que isso vai morrer comigo, eu nunca vou falar, porque como ser humano eu me sen eu sentiria vergonha, de ter assistido, de ter sofrido direto ou indiretamente aquilo que aconteceu.
Como que era o cotidiano na época da guerra? <coughs>

Você não pode ter nervos durante a guerra, durante uma revolução, durante aquilo que está acontecendo no Oriente Médio, porque não não acaba mais, né? Porque se você fica nervoso, se você fica emocional, parece que você chama de graça. Então, eu fui educado desde desde criança a me dominar, apesar que eu batia os dente de medo né. Porque quando começaram, a guerra começou em mil novecentos e trinta e nove com a invasão das tropas nazis na Polônia né. <coughs> E os bombardeiros em Nápoles, no caso, começaram em. Durante o dia era normal. Você não podia pensar que viesse um alarme aos aviões destruindo tudo. Não podia, senão a nação parava. Então nós fomos forjados. Nós, desta nossa eh geração, não da geração de vocês, de lá né, que às vezes até se esquecem, que a Itália de hoje se deve a nós e nem tanto a eles. Eles deveriam ter muito mais respeito e amor pela Pátria. Porque nós aguentamos o tranco e eles ficam às vezes até um pouco arrogantinhos né, um pouquinho, não muito né, mas o suficiente para às vezes incomodar. <coughs> Durante o dia era vida normal. À noite começávamos a medir, porque de noite vinham <coughs> a aviação militar inglesa para bombardear. Somente que os ingleses se comportavam de maneira muito correta, porque eles sobrevisavam os objetivos militares. Agora de noite a gente é ao lado da cama, dormia vestido, tinha uma malinha, quando soava o alarme tinha pegado a malinha e voava pela escada entrando no refugio, isso durante quase toda a noite. Isso aumentou com os bombardeiros, as forças armadas <coughs> da aviação militar eh norte-americana, que era bombardeiro a tapeza né, destruir ãh bairro e tudo mais. Neste ínterim, meu pai, com o qual eu, no meu caso, estava muito ligado, porque ele é um homem muito culto, né? <coughs> É um homem severo, um homem alegre, simpático, um homem forte, um guerreiro, né? <coughs> Quando ele foi chamado para ir para a Rússia foi um horror, porque fiquei com o meus irmãos sozinho, com minha mãe. Chegava o governo, naquela época pagava regularmente a a parte nossa, direito né e de um do salário, mas começou a faltar comida, começou fome. Aí não podia ligar o aquecimento central, frio, humilhações. Seja pela loucura nazifascista, seja depois pela humilhação de nossa pátria, nosso solo, nossos monumentos, nosso coração ser invadido, consequência lógica da guerra. Fui ensinado também uma outra coisa. <coughs> Quando a gente quando os refúgio dos prédios não era mais suficientes, que às vezes o bombardeiros era tão violento, que desabava os prédios, considerando que os prédios na Europa Europa não são muito altos né, tinha gente que morria lá embaixo. Então a gente tinha que correr em ruas buscando túneis, tipo o túnel nove de julho, que era o mais seguro. Então não trajeto, não quero entrar em detalhes porque é horrível. Se não podia olhar de gente que era metralhada, era morta, que caía, que gritava, porque senão você morria junto. Considerando que naquela época eu tinha um sete ou oito, nove anos de idade. A guerra terminou em mil novecentos e quarenta e cinco, eu tinha onze. Então eu tive que aprender a me dominar e por incrível que pareça ajudar minha mãe, era uma mulher, e a cuidar dos meus irmãos e vice-versa. Só que isso me orgulho muito disso, <coughs> porque eu fui forjado uma fornalha de fogo, ou eu quebrava, ou me tornava gente, me tornei gente. Em todos os sentidos, primeiro lugar, eu preciso deles, e ele precisa de mim. Eu preciso de vocês. e vocês precisa de mim. Então, qual é a consequência natural disso? Respeito recíproco. Até prove o contrário lá fora. Isto é, <coughs> humanidade entra em contato com o próximo com um sorriso, mas nunca esquecer que aqui dentro tem um guerreiro de ascendência greco-romana. E com muito orgulho disso. Então, o que acontece? Isto te dá um modelo que depois que meu pai voltou da Rússia, E nós conseguimos sobreviver. Eu me lembro de uma coisa fortíssima. Fortíssima, nobre, bonita, digna que meu pai voltou, aquela confusão, aquela loucura né. Eu já estava, as escolas, estava começando a funcionar, a Itália com a garra de sempre do nosso povo. Começou a se levantar. Meu pai, eu tinha naquela época uns catorze, quinze anos. Dizia, agora você vai voltar. ser italiano, vai ter orgulho de atuar gente, perdemos o que tinha que perder pela loucura total, mas agora você vai estudar comigo, a divina comédia do Dante Alighieri toda a noite durante três anos. Então nós passamos a estudar o inferno de Dante, o purgatório e o paraíso. Por que isso? Meu pai foi genial, né? Que inferno, né? Olha de onde nós estamos saindo. Agora estamos indo para um limbo, que é o purgatório. Para encontrar no paraíso, não somente a paz, a luz, a espiritualidade, mas a, o que que é? O reencontro da alma com a espiritualidade. Foi uma escola fabulosa. E o meu pai dizia, não esqueça que eu nasci no Brasil.

Não é a primeira e a segunda, não. Seria a soberbia isso, seria as duas, lado a lado, que é ir para o Brasil. Então, um dia você vai conhecer a minha terra, e um dia, quem sabe, você encontra lá aquilo que você procura, se por acaso, a Itália e a Europa após guerra era difícil, não te der. Então, imagina, depois da guerra, a escola que eu tive, não somente com professores, com gente que estava ainda viva. Mas com o dizerbão, vamo arregaçar as mangas, vamo olhar para os escombros, vamo olhar para as ruínas que estão em inferno. Mas vamo entrar no Museu Filangieri, em Nápoles, para ver qual é a pré-história daquela região do nosso país. E vamo entrar na galeria de Lioffizi para ver Sandro Botticelli, vamo ao Teatro San Carlo para ouvir Giuseppe Verdi, Puccini, Autorino Respighi, Claudio Monte Verde, e vamos começar a dizer, espera aí, tudo bem, perdemos a guerra, aprendemos uma lição. Aquilo que não se deve fazer, o ódio né, e vamos reerguer. Isso que nós <coughs> que nós fizemos após a guerra. Foi um percurso terrível.

Porque é assim que se fazem os homens, nós machões, os homens. Porque se você coloca um machão, nesse percurso, a primeira coisa que ele vai fazer é chamar a mamãe, porque ele está morrendo de medo. Você tem que chamar a mamãe numa oração, a Virgem Maria, se você é católico, a mãe, a pátria. Mas não chorar, porque chorar é um luxo. Chora depois e.
E como que era a escola? Uma beleza, uma maravilha, uma outra uma outra a abrindo aspas.
A escola, <coughs> na hora, é fantástica, fantástica, me orgulho muito daqueles anos, porque eu estudei, a fundo, ciências, enfim, religião e tudo mais, a história da arte, que eram as matérias principais, literatura italiana, literatura grega, literatura latina, eu estudei durante oito anos, diariamente, de segunda a sexta, latim e grego. Tanto que, apesar que a memória do idioma falhou um pouco, eu posso ler o grego arcaico correntemente, ler. E o latim também, que não tem problema. Isso me deu, como eu te disse, na na antissala uma. Uma base lindíssima para a etimologia das palavras. Por exemplo, como eu estava falando para para você, Pontifex, pontifice, mas o que quer dizer isso? Pontifex, fex, facere, fazer, pontis, ponten, aquele que faz a ponte, a ligação entre o seu e a terra. Pronto. Uma base humanística extraordinária, que um povo latino, latino, como o nosso, aquilo Brasil, o nosso verde-armarelo, deveria voltar a estudar isso, porque isso não é quadrado, isso não é velharia. Ele não é conservadorismo. Isto é a nossa tradição. Que estudando isso, se entende melhor, um Guimarães Rosa, um Machado de Assis, aí vai ter... entender porque um homem tão culto como Heitor Villa-Lobos levou o Brasil para o mundo, porque ele teve uma formação espetacular no Rio de Janeiro, seja em casa, como nas escolas, e foi fazer aquilo que ele chamava Muito bem, é o segundo descobrimento do Brasil, andando pelo interior do Brasil durante quase três anos. Porque aí você tem uma base, a base da pirâmide. Hoje em dia na juventude temos pessoas extraordinárias, que poderiam ser brasileiros fantásticos. Não tem base, é um é um crime nisso. Meu Deus do céu, vamos voltar ao lado da informática, que eu curto muito, eu gosto muito. Vamos estudar o porquê da figura do jagunso do Guimarães Rosa, de grandes sertão-veredas. <coughs> Vamos estudar o porquê do contadino, do camponês italiano que faz artesanato, que faz aquela comida, o porquê no interior tem aquela comida de ãh típica brasileira o arroz tropeiro. Isto é cultura, isto é patria. Mas a raiz é do latino. é raiz, mas anteriores do grego né.
E na escola o senhor eh fez a o ensino médio como é que foi a? Eu fiz a o asilo infantil, ãh hum o ensino médio, fiz o ginásio, aquilo que nós chamamos de liceo clássico, que seria a malureza clássica, como já se chamavam no Brasil quando eu cheguei aqui, que hoje chamaria de ciências humanas.
Eu parei na madureza clássica, porque não tinha interesse em carreira universitária, porque eu já eu desenhava muito, já pintava muito por minha conta, sempre fui em termos, né, quando era necessário, um autodidata feroz. Porque se eu tivesse uma formação universitária, por exemplo, na história da arte, eu não teria como matéria que deveria estar a história da música, a história da literatura, A arte, a cultura, é só um é um corpo só. Não é uma parte. Então eu andei estudando músi <coughs> música, fui levado para os teatros da Itália pelo meus pais sempre. Eu me lembro que uma vez eles me falaram, eu tinha hum dezessete anos, já era grandinho, olha, você vai ter que enfrentar um ciclo de óperas muito duro, muito difícil, mas você tem que assistir. Que é a Golden Ringen. Os anéis de Nibelungo do Richard Wagner, no Teatro San Carlo, que tem nápoles né, que tem uma acústica fenomenal né. Realmente era uma parada né, era um bastante duro, difícil, porque os diálogos cantados às vezes eram eh muito longos. Em em alemão tinha um folheto com a tradução e tudo mais né. Agora, você imagina, nesse sentido, eu tenho uma memória e uma cultura musical muito grande, por mérito dos meus pais. e também pelo meu amor pela arte naquela época. Naquela época, eu me lembro que eu assisti no semétrico Wagner, a aos grandes tenores, sopranos, barítonos, corais, e regentes de orquestra como Willem-Furt-Bengler, Arturo Tocannini, a grande norueguesa soprano, Kirsten Flagstall, a alemã, Elisabeth Schwarzkopf, Arenata de Baldi, Franco Corelli, José Pedro de Stefano, sabe? Os grandes violinistas e pianistas né, o alemão Walter Kiesen e o Willem Bacaus, o Romeno Dino Lipatic, que era um intérprete de Chopin assim extraordinário né. E naquela época vocês vão ficar contentes como brasileiros, <coughs> que nós somos né, e eu já ouvia a obra do Heitor Villa-Lobos. Naquela época a televisão na Itália ainda não tinha se desenvolvido. mas tinha um programa radiofónico chamado Terço Programa, onde ouvia houve um ciclo de todas as baquianas, depois de toda a obra de piano, imagina só, de toda a obra de de de de violão, as cirandas, <coughs> enfim, todo um universo de arte de beleza que foi à luz posterior às trevas da guerra. Quer dizer, houve equilíbrio.

Naquela época não havia malícia. A amizade era uma coisa muito pura, tanto que os amiguinhos, quando eu tinha A gente ia de braços, dados ou de mãos dadas. Sinal de amizade, de bom coleguismo. A gente jogava, batia bola. Imagina se na Itália não se batia bola. <laughs> Sempre né, <coughs> futebol, ginástica, tudo mais. A gente era muito ãh identificado com esportes físicos né, com ginástica, exercício físico, natação, basquete, tudo mais. E quando era o momento de uma festinha, não eram festinhas como se diz por aí que não é verdade, reprimidas, <coughs> eram festas, educadas, à vontade. Você é moleque, então seja moleque. Só que não ofenda, não xingue, não quebra essa máquina. Porque aí era uma linha dura, que eu acredito que seja necessário. Hoje em dia se liberou demais, o que que tem é confusão. Antes era Cosmos, em termos grego, isso é ordem né. E ordem não é sinônimo de repressão militar nem de tirania é É equação matemática de equilíbrio entre as partes. Hoje em dia temos o caos. Temos crianças belíssimas, perdidas, drogadas que. Para onde vão? Os pais sabem. Então a infância era muito bonita nesse sentido. Mesmo durante a guerra, havia um coleguismo de um apoiar o outro. Tanto que eu eu tive um um mérito histórico como eh início de carreira artística, que ah os meus primeiros desenhos foram nos refúgios antiaéreos. Eu fiz uma verdadeira alquimia comigo mesmo, porque eu tremia assim né, porque imagina ouvir um avião que uh que começa a metralhar, puxa, não dá né nem como rezar né, porque o barulho era ensurdecedor. Então, eu me me transformei. Peguei um bloco, um lápis, uma canetinha, e eu comecei a desenhar, por exemplo, a tua posição, a perna cruzada, a tua mão forte, o relógio, o canto da tua boca, que esboça um sorriso, a atenção dele, a curiosidade dele com olhos abertos. Veja que eu faço uma leitura rápida. Eu desenhava, desenhava. E os coleguinhas vinham e perguntavam, e quase esquecia o barulho das bombas. Enquanto que os velhos dormiam, as mulheres rezavam, então tinha ainda jovens que tinham limitações físicas, por isso que não foram no fronte né. Que tinha com medo, sair, era indignados. Era um mural. Uma mural de uma humanidade extraordinária.

Porque você via o medo, a covardia, todas as emoções humanas estavam assim. muito bem acentuadas e a flor da pele. Só que isso estreitava muito as amizades e eram amizades belíssimas. Seja na infância, depois a gente se encontrou no colégio e era aquela gritaria italiana de a de alegria, de abraços, de beijos. Naquela época beijar um um colega não tinha ma malícia. Eu gosto dele. Qual é o problema de beijar no rosto? Se tinha algum caso de gayismo ou não sei o que, era uma coisa muito discreta eh hum, era aceitada em silêncio, eu diria até com uma certa elegância. É assim, e tudo bem. Pensava que o governo fascista era repressor, ãh sabe, italiano e brasileiro, tudo bem, não faça mais isso, vê se não aparece entendeu. <laughs> Era aquele jeitinho ítalo brasileiro que lá também tem. E a relação depois com os amigos, depois da guerra era uma identificação muito forte, uma neo-identificação com a nossa cultura e um tremendo amor pelo esporte. Tanto que eu fui um ótimo futebolista, rei de carreira, porque eu seria, nesta época eu seria, sem dúvida, <laughs> muito <laughs> Eu era meio esquerdo, eu fui artilheiro durante dois anos numa divisão menor do mesmo time. Meu irmão jogava na meia direta eu jogava com a famosa camisa dez né. Muito bom, me orgulho disso. E o futebol é uma coisa muito sadia, muito boa, empolga né, enfim, uma coisa positiva eh.

Como que era essa essa relação olha com os filhos?
É uma outra pergunta muito interessante isso. Aliás, muito contente de estar aqui porque são perguntas arejadas, são perguntas inteligentes. <coughs> Eu não sou muito fácil de elogiar, nem estou jogando confete, mas são perguntas inteligentes eu Aqui se tem uma ideia da mãe italiana que é circunscrita à mãe italiana do Sul, que é um limite.

Mas pera, as nossas mães não são somente choronas, gordas, que passam o dia inteiro fazendo comida, fazendo pão, fazendo macarrão, e a noite passa a noite inteira de dormir fazendo filhos. Não é nada disso. A mãe italiana é uma mãe carinhosa, dura, é uma mãe que sabe conduzir muito bem o lar, Às vezes ela tem que ser repressiva porque o italiano é foguete, o italiano é espuleta. A nossa raça é uma mistura de raças que se juntou numa península, até a questão da importância da cultura entre parentes né, que é noventa e cinco por cento terra vulcânica. Então nós somos criados entre o mar, somos marinheiros, e as montanhas somos alpinos, E somos criados no meio de de de enxofre, de fumaça, de fogo, de gênios fortes. A nossa sombra, como máfia, como totalitarismo, é uma sombra muito pesada. Somos consciente disso. Mas a nossa luz é uma luz solar. Tanto que a definição, muito bem do nosso povo, deu um um escritor italiano, um napolitano chamado Giuseppe Marotta né, que de definiu, sobretudo no caso, o povo italiano do Sul, como os alunos do Sol. Só que aqui, por exemplo, nas novelas, é é é é uma coisa que me incomoda um pouco, porque é limitada se faz só. Quando se faz uma propaganda de Itália, se faz tarantela, tarantela, tarantela. Espera, tarantela são nápoles, um pouco sul. Mas nós temos cantos alpinos, quase eu participei. Lindíssimos, canto de montanhas. Muito parecido com os famosos coros russos. isso é a gente do frio. Então aqui tem um estereótipo que limita muito, porque a mãe italiana, quando é para ir para um teatro é uma mulher muito elegante, mesmo sendo de origem socialmente, socioeconomicamente um pouco mais simples, mas ela se enfeita, é limpa é perfumada, aparece bem do jeito dela, do gosto dela ela é elegante, boa companhia, boa amante. Porque já repararam A mãe italiana é que nós conhecemos, mas ela, como amante, é uma. São mulheres bonitas, sensuais, envolventes, ciumentas, inteligentes e fortes. Por isso que o nosso povo sempre se levanta por mérito da mãe. Claro que tem pessoas que são reprimidas, vejo o catolicismo exagerou um pouquinho, a família é o pecado, não sei o que, mas italiano é o povo mais pagão que existe né <laughs> no mundo pelas nossas culturas pré-cristãs né, pelo amor a boa comida, o futebol, amor ao sexo, a cultura, então nós somos polivalentes. E sobre a encerrar, a mãe italiana é uma das colunas do nosso edifício, outra coluna é o pai, sem dúvida.
Bom o, você começou a falar da da da do início das da pintura no no nos refúgios né, nos abrigos na na na Segunda Guerra como é que foi. Como é que se desenvolveu na na na sua alma a questão da pintura como é que foi? A pintura? Isso.
Uma outra boa pergunta, porque entra o fator materno. Meu pai tinha que trabalhar, a Itália estava se levantando muito bem. Então, nas horas vagas, apesar que eu tinha que estudar bastante em casa, porque a gente tinha muitas matérias, a minha mãe me pegava, e toda semana me levava para um museu em Nápoles, depois foi morar em Roma. Então, imagina o que que aconteceu quando eu vi a capela Sistina. Eu tinha uns dezessete, dezoito anos, dezesseis, por aí, nesta faixa etária. Toda semana, ou então toda semana, me levava mesmo que fosse num espetáculo, não não de de classe á, uma classe bê, classe cê, classe dê, um concerto, uma ópera, ela me explicava antes.

Então percebe que forja. Por isso que estou gostando muito das pergunta, porque veja a infância, antes da guerra, tranquilo, a serena, o inferno, agora já são da importância de ter lido a divina comédia. E quando eu ouvi borticelli, quando eu vi os artistas pré-históricos, as estátuas, romanas, os monumentos gregos com aquela beleza, aquele equilíbrio, para mim foi um não foi um choque, porque minha mãe tinha inteligência suficiente de me explicar e de me mostrar aos poucos. Então foi como abrir um zipe do coração e da mente, por isso que é a etimologia da palavra, sentimento muito interessante, porque ele é sentir como a mente. É uma oitava musical. Comecei a perceber que tinha beleza, que tinha ordem, que tinha idealismo né, que era A arte plástica era quase como uma filosofia visual, porque minha mãe e depois em casa, meu pai explicavam todo um... um não somente a forma né e as origens de uma de uma arte que seja da Lombardia, da Toscana ou da Campania, mas o conteúdo de uma alma individual daquele artista seja músico ou pintor, mas o conteúdo da alma coletiva do nosso povo.
O senhor se eh se especializou em em pirografia, né? Uhum Como é que... Como é que você pode explicar um pouco essa?
Olha, <coughs> eu pintava com... Eu pintei muito bem fiz a minha primeira exposição em Nápoles, tivemos o sucesso, ganhei muito dinheiro. Bem ganho, porque eu pintava bem. Somente que eu era um clássico. De tanto ver os clássicos, naturalmente o clássico está no sangue também. Nós somos uma cultura clássica, não conservadora. Uma cultura clássica, sem dúvida, porque o classicismo é um estado de espírito, entende? Tanto como os povos semitas não têm o culto da imagem, nós temos o culto da imagem que é antropocentrismo, eles têm o teocentrismo, percebe? Então, eu vi para o Brasil não para fazer a América, porque não fiz a América do ponto de vista econômico. O que me deixa em um certo sentido, vivo com dignidade, é lógico, eu eu e a minha mulher, Não não lamento isso, porque eu eu fui no Brasil para conhecer a minha pátria paralela, como filho de brasileiro. E também para conhecer uma natureza diferente, porque a natureza italiana, que é esplendorosa, todo mundo lá já pintou. <coughs> Então eu queria horizontes plásticos, visuais de panorama, de natureza, de galha, mais terra né. <coughs> Diferente. Eu pintei fiz exposições. A minha primeira exposição foi em mil novecentos e cinquenta puxa vida cinquenta e oito, por aí né, na galeria Prestes-Maglia, que naquela época era da prefeitura. Depois eu eu comecei a entrar um pouco em crise, porque eu estava crescendo culturalmente, continuo a estudar desta vez como autodidata, com a base que a Itália e meus pais me deram né.

Perdão, você está gaguejando, você não está falando, que você está falando como os outros, como renascentista, eu pintava como Leonardo Michelangelo, sempre tive um desenho muito bom né. Puxa, mas não sou eu, sou e não sou. Estou continuando a tradição italiana, mas... e comecei a entrar numa crise criativa. Até que um dia, nos verões lindíssimos de São Paulo, que era uma beleza, Imagina que na Praça da República estava assim de de de pássaros. E naquela época tinha eh vários pássaros que cantavam, natureza, a gente encontrava com os amigos, depois da chuva. A chuva era das quatro e quinze, até as quatro e vinte e cinco e. Uma chuva tropical né. E depois parava, o sol voltava, e o São Paulo era um quadro. Eu andei lá, eu tomava o meu café naquela época, eu fumava o meu cachimbinho né. E eu puxa vida, tudo isso é cor, tudo isso eu estou pintando, mas eu não quero pintar mais. Aí passei na frente de uma casa de arquitetura, desenho e decoração, uma casa espetacular, chamada Casa Franco. Avenida Ipiranga, Praça República, uma casa grande. Onde eu entrava lá, era de casa, fazia festa, era tinha um calor humano naquela época que hoje se perdeu um pouco né. Então eu entrei, eu vi tudo, fuçando, aí a certa hora eu ah, deixa eu ver na vitrina o que que tem de novo. Né aí eu olhei, olhei, olhei, digo, bom, vou embora, mas alguma coisa me segurava. Eu sempre fui muito intuitivo, sempre respeitei muito a minha intuição. A certa hora vi uma caixa. Essa é uma caixa, o que que é isso? Várias temperaturas, um fio elétrico e uma caneta, pirógrafo. Eu sou signo de áries, fogo, com uma constelação de fogo muito forte no meu mapa né. Eu dei um berro, eu vou desenhar fogo, entrei como um furacão, <laughs> comprei o pirógrafo, voei para casa, peguei um pedaço de madeira, comecei na madeira, E daí eu não parei mais. Eu tenho quarenta bom quase cinquenta anos de pirografia. Depois eu acoplei a pirografia com as cores uhum. Continuando. <coughs> Uma certa hora veio uma outra crise criativa, graças a Deus, porque aí você é obrigado a se renovar. E meus pais me disseram também uma coisa muito importante, nunca se acomode. Quando é a hora certa que vem uma crise, não tem problema. Maravilha, crise que diz é fratura, mas quer dizer também renovação. Eu comecei a sentir pelo fato do de começar a ir na natureza, viajar muito pelo interior né. Este Brasil, que é uma loucura de de de cores de de cores intensas, de cores suaves, de formas, a forma de uma árvore, a forma de uma famosa morena, bem diferente da italiana, da alemã. coisas que são atraentes e chocantes no sentido de um outro povo, uma outra cultura, uma outra etnia. Aí, um dia, eu comprei vários eh... Eu não quis fazer óleo, porque o óleo com fogo não não não combina né não quis. Aí, comecei a criar, sempre intuitivamente, pegando papel fabriano, cartão fabriano, O papel canção brasileiro naquela época já existia e eu usei também de gramatura maior e ia colocar as cores e deixava secar. Eu vinha com o pirógrafo em cima. Aí eu fiz uma outra descoberta, que o fogo altera a composição química da cor. Então, vamos dizer, um laranja com o fogo se torna. Pronto. Outro panorama que abriu na minha frente e mergulhei de cabeça, não somente na em madeira. mas também na pirografia sobre papeles, sobre cartão. <coughs> E o senhor realizou exposições né
Eu fiz exposições nos melhores lugares de São Paulo.
Posso dizer em alguns lugares do Brasil, porque eu a minha caminhada, começou na Galeria Prestes Maia. Na época, tinha a Galeria de Artes com pessoas extraordinária.

Era a livraria cultura daquela época né. Então, eh as galerias hum, eu eu fui um dos primeiros a expor no Embu, na Praça da República.

Coisa que isso não é lembrado, e isso me deixa um pouco triste, apesar da repressão militar que era, imagina, né?

E eu fui o primeiro no Brasil a fazer manifestações de arte ao ar livre. Eu criei em mil novecentos e sessenta e quatro, em casa tenho toda a documentação disso, primeira semana de arte ao ar livre, onde tinha Exposição de quadros nas paredes das casas né, porque era a época da primavera, não tinha muita chuva. Não, era setembro. É isso mesmo, setembro eh. Tinha escultura recital de poesia com a recomendação de não fazer política nada e fomos corretíssimos eh. Coral, tinha o quinteto Ackerman, fizemos música de câmera dentro do meu ateliê, na minha casa né, que estava na vila.

Fizemos coisas esplendorosas. E a segunda semana, um ano, um ano e meio depois, foi a semana de arte sacra. Corais sacro, música sacra, tema sacro hum. Sabe, um esplendor. E a terceira foi de arte e artesanato. Tanto que eu fiz reuniões culturais, artísticas, de alto nível. Na minha casa, durante cinco anos seguidos, eu não saí de sábado. Na minha casa, meus filhos tiveram uma formação. Tenho tinha três filhos, agora eu tenho dois, porque um morreu por causa do cigarro né fumou um câncer no pulmão aí ele foi bom tudo bem. Eles foram educados de arte, de poesia, de cultura, de palestra, de música, quer dizer, em realidade aquilo se tornou tão famoso que se transformou numa universidade livre. Uma coisa que me deu uma emoção extraordinária né, que na nossa vila tinha uma família de pretos. É gente muito humilde que trabalhava, dava duro para para crescer, estudar, de tanto frequentar, de tanto ouvir os nossos programas né, as nossas reuniões. Um dia, um um rapaz que já estava estudando direito, disse, olha, por mérito seu, eu comprei um long play. Eu ah digo, puxa, que bom, nossa, o que que é? A consagração da primavera do Igor Stravinsky, aí ele não parou mais de comprar discos. Educação, percebe? A educação precisa de dinheiro, investimento, que nada, o que precisa é pontar, porque você é num metro quadrado, você pode fazer alguma coisa. Mas não posso fazer uma construção, então faça um tijolo. Mas faça aquele tijolo, bem feito. Os outros vão continuar. Então, houve uma caminhada, Não somente numa dire numa direção. Eu abri gradualmente o leque das minhas atividades. Aí fui para o Imbú, aí fui convidado para expor em outra galeria em mil novecentos. E setenta sobre a Incurtável, que tem um histórico muito grande né. Em mil novecentos e setenta eu fiz uma exposição interessantíssima da galeria Torra em Ipanema, no bairro de Ipanema, em mil

Imagina que maravilha que era aquilo. O Brasil naquela época não era um país, era um sonho. em tudo. Não havia luta de classe, não havia ódio, não havia inimizade, não havia hum racismo, não havia elitismo. Havia uma pirâmide que estava se formando. Somente que não deram tempo para estas pirâmides formar, não do ponto de vista político, eu odeio política, porque política foi causa de coisas terríveis. mas de um povo fazer uma amálgama, se juntar, se agitar e se encaixar. E depois escolher o próprio caminho, nos caminhos empingidos de fora, que a América Latina não precisa disso, copiar os erros de fora, com as consequências sociais que nós conhecemos, repressão e tudo mais. Tanto que na minha primeira exposição coletiva, na Barra Funda, a primeira semana de arte da Barra Funda, nós fizemos os cartazes à mão, com silkscreen e tudo mais. Há certa hora veio uma pirua com os caras mal encarados, uns quinze, as cias, mão no bolso. falando, até palavrão.

É o Gringo, não sei o que é, a casa, pode entrar. Tem livro de arte, boticheiro, pode entrar, não tem problema. No fim eles gostaram. ia assinar o livro de presente. Isso aí que se faz arte e foram embora. Então quando você coloca arte acima de qualquer ideologia, você educa o povo muito mais do que obrigar e amarrar a arte é uma ideologia. Não interessa se direto de esquerda, de cima, de baixo ou de centro. Vila Lobos quando estava na natureza pensava no Brasil, pensava na terra dele, pensava na etnia, na etnofonia. Não precisa amarrar isso a uma ideologia qualquer que seja o lado, porque o povo precisa ser elevado acima das lutas de classe, acima das ideologias que estão os erros de lá fora. América Latina é jovem, ela precisa achar o próprio caminho, dizer, olha, dá licença, isso aqui eu vou estudar tudo mais, mas olha, eu vou achar o meu caminho, porque eu sou brasileiro, sou latino-americano, não sou europeu, não sou americano, não sou soviético, russo, nada. Eu sou brasileiro, eu sei qual é o meu caminho. Mas como achar o caminho? Leia Guimarães Rosa e escuta Vila Lobos.

Aí você percebe, puxa a vida. Aí é, né? Eu sou. E o caminho vem de consequência. Lógico, claro.
E além da pi da pirografia, você caminhou por outros caminhos da arte?

Eu sempre fui, eu não sabia né, músico nato, no sentido de musicólogo né e. E sempre eu via os programas, inclusive me me lembro de um programa maravilhoso da Rádio Gazeta, que deveria ser reeditado, gravado e fazer um documento histórico excepcional que era Todas as caras as tardes, às, as músicas dos mestres, que a introdução era uma suíte de Bach, imagina e. Naquela época, tinha uma pequena editora, olha o que era o Brasil daquela época, que fez umas edições fantásticas, populares, a baixíssimo preço sobre todos os compositores de música clássica, todos. E eu tenho uma parte dessa coleção. Então o que acontece? Música, música, música, música. Eu comecei a sentir vontade de de de de tocar um instrumento né. Na Itália eu toquei piano durante quatro anos, tocava bem para as senhoras elegantes e perfumada ou de Chopin, mas não é essa não era bem o meu, <laughs> sinceramente. Não, eu queria alguma coisa de mais meu também né, como foi com a pirografia. Então eu saí do piano, passei para o violão no Brasil, claro, lógico, não estudei violão, mas hum também não convenci até que um dia eu entrei em contato com alguns músicos que tinham um conjunto eh de flauta doce naquela época, quem é dirigia, e fundava e fundou este conjunto, foi um músico extraordinário, eu fui o aluno dele que atualmente está no Brasil desenvolvendo um programa

Tinha uns trinta e poucos anos. Eu quero aprender, porque eu percebia a flauta né. Aí fiquei aprendendo flauta de bico, que dos alemães chamam de flauta bloc. Durante uns quatro ou cinco anos também fiquei insatisfeito Até que eu andei pela para fazer pesquisa de campo, a energia, assim de de, em relação a, me interessa o meio ambiente, a energia, a antropologia, eu sempre tive avidez do conhecimento, porque o conhecimento não é para mostrar, o conhecimento sim precisa mostrar muito bem, não é para mostrar, me dá uma profunda alegria, o conhecimento, a cultura, o estudar para mim é fonte de, realmente, de de, como a gente chama no italiano, de felicidade, de um pouco mais que a felicidade. Então, através disso, fui vir uma vez ver qual é poderia ser o instrumento, aí vi a flauta, transversal desse tamanho, fiquei com medo. Meu Deus, aprende isso. É um músico, me disse, não. Por que não? Aquela época eu tinha cinquenta e quatro anos. Falei, compro, não compro, estudo no sul. Era um pouco de autocrítica, né? Aí comecei a estudar. Os professores diziam, não, você tem tendência, né? Aí eu não parei mais. Aí fiz o meu primeiro recital.

Setenta e três e nós temos programas que, inclusive, eu trouxe para vocês nesta pasta. Já sofisticado.

Porque eu recebi tanto estímulo destes mestres. Tanto vai, vai em frente. Que eu comecei a estudar seriamente né. Tanto que eu posso me considerar um bom diletante, um bom eh flautista amador né. Quer dizer, que minha mestra ela é terrível. Estudar mais porque eu quero te levar não sei a onde e não sei o que Mas eu descobri que sou músico também. Então, o quadro, com esta idade, se completa.

Escrevi sobre catedrais góticas, sobre Dante Alighieri, Castaneda, que naquela época era muito de moda. Escrevi sobre várias coisas, simbologia, porque andei estudando também ao lado esotérico da cultura. Frequentando várias linhas esotéricas, mas nunca me envolvendo porque eu sempre fui muito independente. Até que encontrei pessoas realmente de uma estatura, um respeitável, que me abriram. As portas, em relação a raízes espirituais da nossa cultura cristã e pré-cristã, e no caso da cultura xamânica do Brasil e da Argentina, que eu frequentei e estudei, que é um patrimônio lindíssimo né e que também não deveria, não deverá ser perdido de jeito nenhum
Em paralelo a isso, como que era o cotidiano aqui em São Paulo, questão de de lazer eh, esporte?
Ah, tinha acesso, tinha acesso, tinha acesso, era fácil, era barato. O cinema, o cinema na década de sessenta era barato porque tinha, você não podia entrar no cinema, sem gravata. Porque tinha um... Um Tigrão. <laughs> Na porta, o senhor o senhor vai me desculpar, mas sem gravata, o senhor não vai entrar. Digo, mas o que que eu faço com calor? Então faça a gentileza e fechar o colarinho. Manga curta, fechar o colarinho. <laughs> E era muito divertido né. Sempre tinha fi filmes muito bons, os cinemas no centro da cidade. Eram cinemas de de de classe, no sentido de de não. No sentido educativo, porque tinha os filmes de Hollywood, história de amor, e tudo mais. Tinha filmes belíssimos do Mazzaropi. Tinha filmes muito bonitos da Veracruz né. Tinha filmes italianos, começando a chegar a chegar a a chegarem às enchurradas dos filmes italianos, o realismo de Vittorio Dizic, Nino Manfredi, Alberto Sorghi, e tudo isso que tinha público.

de alto nível né, e lá eu ensinava a história de arte e Naquela época meus filhos eram, estavam começando a crescerem, então tinha que trabalhar, não se vivia ninguém, nunca viveu de arte. Né então eu me lembro que como uma das coisas de lazer, depois de de da aula eu entrava às vezes de manhã, às vezes de tarde, às vezes de manhã de tarde, às vezes até à noite, era um tour de força. E eu saía de lá do i á dê descia a consolação que não tinha nenhum problema de assalto, né? Eh a minha mulher naquela época, mas não tinha os filhos. esperava em casa para o jantar, mas dava fome. Então eu entrava no surginho daquela época. Não detinha um sanduíche de churrasco assim imbatível. Imagina se não parava lá. Então isso era uma parte do lazer, num boteco limpo e gostoso, naquela época era... Tinha polícia, tinha mulatonas, tinha eh bohémios era uma. Era uma mistura nunca agressiva. Aí eu fazia a minha parada, lá depois ia à pé para casa né. E o lazer de noite de sábado, depois do cinema, era o passeio na Barão Itapetinga, que tinha café, cafezinho, tinha lancheria, loja de moda aberta, era muito gostoso Era uma onde o os imigrantes, os paulistanos, os primeiros nordestinos, os primeiros baianos que chegavam para trabalhar e tudo mais, não havia nenhum problema de intolerância. Imagina, de jeito nenhum, não existia isso no Brasil. Por isso que eu detesto a política e a política traz tanatos, que é a morte. A convivência respeitosa traz o bios. Isto é a vida que pode se transformar em eros. Não sentir o heroísmo o erotismo, mas no sentido da convivência, da alegria e de subir né aí. Era do aquário, acredito, que o político vai desaparecer, porque é uma figura profundamente anti, meu ver, e letal.
E apro aproveitando um pouco o tema eh, o são foi muito grande o impacto entre São Paulo e a Itália, a vida, sim as pessoas uhum, foi muito grande. O senhor se adaptou rapidamente?
Não. Não houve uma adaptação, porque o contraste, eh já, por exemplo, das estações, para para para mim, os primeiros anos foram em certos aspectos, quase eu vou citar, um dos principais, se não o principal daquela época, era um natal com trinta graus de calor. Me um dava aperto no coração, porque eu quero neve, eu quero o frio, quero o bombinho, quero a missa do galo, todo fechadinho, onde a gente se encontra com os amigos, depois vai tomar um conhaque, um chocolate quente, no ca com calor. Isso começou a não a me desequilibrar, mas me deixar um pouco triste. Tu sei onde que está o meu natal? De Roma, de Nápoles, das montanhas, com os pastores que descem, com aqueles instrumentos típicos, a Zampoña, como nós chamamos, né a gaita de fole, <coughs> que não é somente dos escoceses, uma tradição dos franceses, dos italianos, é o que a propaganda unilateral né hum. Nossa, as montanhas, descia com música de Natal, que foram a base secular dos concertos de Natal e Arcangelo Corelli da época barroca. Percebe, Sabe, não pode negar nada, porque se você nega uma coisa. Antes de negar, vê qual é a origem. É como os camponeses alemães que inspiraram Bach quando ele ia pelo interior. O Pichinguinha, que é a base do Villa Lobos. Então você precisa aceitar, ver, criticar, mas não a crítica negativa, destructiva, corrosiva. Não, não, não. Você tem que ver. Isso é importante. Não diga que coisa de velho ou de velharia, porque isso é um preconceito, assim que traz o ódio e traz a destruição.

Os livros que você escreveu, os artigos... Ah, sim.
Poderia falar sobre eles? Sim, sim, sim.
Eh uma outra pergunta interessante. Olha os livros. Eu sempre fui um europeísta e um ocidentalista. Percebi que eu isso era um limite. Então, eu fiz quatro anos de zen, fiz tao teking, também em São Paulo, para conhecer os orientais, a cultura deles. Então, isso me abriu um leque definitivamente. Naquela época, havia uma onda de orientalismo muito forte. Era quase de moda aí em restaurantes japoneses, no bairro oriental, assisti filmes de samurai, filmes de geisha e tudo mais.

A primeira matéria foi sobre tecondô. Depois eu escrevi um pouco sobre o budismo e tudo mais até que percebi que nós ocidentais, nós europeus, como a nossa tradição, estavam sendo esquecidos, como se somente o Oriente tivesse a sua luz. Então eu me lembrei, coisa de cultura básica, dos meus estudos, com meus pais, toda a nossa tradição, e percebi que havia entre linhas uma luz esotérica, uma luz É espiritual fortíssima, pesquisei seriamente, como uma modesta, a parte sempre o faço né e. Descobrir a Catedrais gótica, a Catedral românica, a diferença entre entre eh San Bernard de Clairvaux, Bernardo de Clairavaldes e São Francisco de Assis. As raízes romanas têm um preconceito assim, injusto, romano era, não sei o que era, invasor, um monte de besteiras que detiveram a sombra, mas não se deve negar de um povo nunca a sua luz, que isto é injusto, e além do mais <coughs> indicando uma grave falha de conhecimento histórico. Então, naquela época, eu tive o prazer de conhecer um grande sujeito

Eu conheci tudo mais a da Planeta, tudo mais digo poxa que interessante. Eu fui conversar, eu fiz uma entrevista e naquela época havia também uma uma relação muito humana entre aquele que oferece os seus serviços e aquele que pode pagar ou um cachê ou um salário. Não havia este exército de secretário, que forma um verdadeiro muro de Berlim, que você injustamente não tem acesso a um editor. Não tem acesso a um jornal nisto. Eu sempre vou tirar o chapéu para o estado de São Paulo. onde durante anos a fios até recentemente e fui recebido sempre com classe elegância, respeito e me dizia elegantemente isso não dá para fazer ou então dizia faça. E se faz, meu Deus do céu. Quantos brasileiros de grande valor que tem na frente um muro de Berlim das secretárias? Por que ela não pode contribuir para cultura? Porque uma secretária dizia que não foi com a cara dele. Isso é injusto, do ponto de vista social e cultural.

Ele leu, vou publicar. Então, imagina a minha emoção. Aí, escrevi sobre Leonardo, sobre Dante Ligieri. Do ponto de vista, não somente literário, estético e histórico, mas do ponto de vista, olha, espera. Aquilo que o Carlos diz, superconsciente, consciente, subconsciente, O Dante Alighieri, na i na idade média, mostrou paraíso purgatório e inferno. E o Michelangelo Bonarotti não mostrou isso no juízo final. O super-consciente, mas tem aquele Cristo, consciente que é a imagem do purgatorio e inferno. A cultura é uma, porque porque a espiritualidade de um povo é uma. E quando um povo tem uma raiz espiritual que seja religiosa ou não, as religiões não devem ser intolerantes, você percebe que ele está dizendo alguma coisa, que a cultura dele pode ser igual dentro de uma floresta. Amor pela terra, amor pela prátria, amor pela natureza, amor pelo céu. Não chamamos de pai eterno, os peles vermelhas chamam de. Qual é o problema? Aí dá a possibilidade do encontro. de fazer aí, sim, o pontirfice, fazer a ponte entre os povos. É um idealismo. Preste a salvar a terra, porque senão vai virar um iraque. E a terra, inclusive, como gaia. Nós somos uma espécie que está dando sinais de de de demência, porque nós estamos destruindo a moradia, a morada, o lugar, o santuário onde moramos? O Manimá não faz isso.

A sua família, seus filhos, sua esposa, como conhecia a sua esposa.
Eu conheci a minha esposa na naquela época, era a Livraria hum Brasiliense. Uma beleza da Livraria Brasiliense.

Eu conhecia, vi uma argentina, a minha a mãe dos meus filhos é Argentina. Ainda está viva. E conversamos, fomos em bailinho, ela veio naquela época reunimos os amigos para ouvir um pouco de música, dançar um pouquinho pouquinho. Daquela época né como bons jovens né, então decidimos de ficar juntos, de casar. Tivemos três filhos e há uma certa hora. Houve, naturalmente, um entardecer, um crepúsculo e um fim. E a gente se separou, divorciou, apesar que convivemos durante Naquela época, meu irmão morava no fundo da vila, conosco, casado com a Espanhola. Então havia aquela coisa um pouco das ruas italianas de convivência, tinha aquela família de pretos, tinha nós e imigrantes, e tinha uma outra família que era uma família de origem portuguesa, o vizinho tinha um barzinho português oh. Entra, e naquela época tinha uma coisa inesquecível Atrás das porteiras da Barra Funda, tinha a Barra Funda que era mais mais modesta né. Então, uma vez a gente colocava as cadeiras fora da vila no verão né, aí ouvimos umas músicas, são os músicos aí um eh. Era um conjunto de pessoal preta, mulata, brancos que estavam tocando música, fazendo seresta na Barra Funda, tocando sambas da Barra Funda de Abrão Moles, do adonirar Barbosa. Ele passava, oh, patrão, como é que é, tudo o mesmo. Aí eu me lembro que a minha tia oferecia algum sanduíche de presunto, um guaraná, eles sentavam, confraternizava e começava a tocar nossa. Era cavaquinho, era violão, era flautinha, eles se entusiasmavam, começavam a dançar. Isso era a nossa distração, precisava se firmar que na frente de um televisão assim, porque não tem outra coisa, não tem, faça. Esta gente humilde fazia, fazia cultura, brasileira, base. Então eu aprendi com eles ritmos, movimentos, coreografia diferentes que não é nenhuma vergonha enquanto você toca uma flauta você mexer o corpo isso não quer dizer que é fresco, que é quente, frio, que não sei o que simplesmente você está cantando com o corpo que eu aprendi com as artes marciais e até eu saí na avenida para participar do Carnaval.
Como que foi a sua experiência do Carnaval? Fantástica.
Só que as mulatas quase acabaram comigo, porque eu via toda aquela fartura na minha frente e o que que eu fiz de mal para ter tanta hum tanto estímulo, né? Mas que também com ela, depois quando eu me separei eu tive casos assim muito bonitos com pessoas morena e que foi uma experiência também interessante. uma experiência grandiosa. Mas porque era desejo, era intensidade, sexualidade, não somente isso, que o sexo não é pecado. Porque elas me ensinaram isso. Elas eram eram e são tão espontâneas, tão alegres, tão bacanas mesmo, que eu percebi que se podia fazer de tudo com respeito recíproco, sem ser quadrado, Isso dava alegria, porque sexo é fusão. Sexo é união. Sexo de dois se faz um, e de um vem à unicidade. Então é sagrado e. Isso foi uma escola extraordinária, que eu como europeu, como italiano, as italianas também são extraordinárias mestra. Mas depois da guerra havia muita forte repressão, o Brasil em comparação era muito mais avançado, muito mais livre, muito mais espontâneo, muito mais descontraído. Vamos fazer amor.

Oh, nenê, como é? Entra aqui, nenê. Puxa, estou com vontade de fazer amor com você. Ah, vem cá, nenê.

Era escola de vida. Não é somente prazer. De jeito nenhum. Era escola de vida que eu saía de lá, com uma inspiração abria abrindo as oitavas musicais dó ré mi fá sol lá si dó. Cria Ecos. abria a minha cabeça. meu Deus, esse país, esse povo é fantástico.

Porque eles são espontâneos Eles não têm problemas não.

Era um país que tinha uma fisionomia própria, até em simplesmente um desejo recíproco entre um moço e uma moça. E depois disso né, quando me separei, a minha vida modificou, eu fiquei me abalou bastante fazer, morar num outro lugar longe das minhas crianças e tudo mais. Mas sempre mantive uma relação assim, hum a mais civilizada possível com a minha ex-mulher e com e com as crianças, e depois cresceram, acharam o caminho deles.

Fumava, fumava, fumava, fumou, fumou, fumou. Ele foi para a Itália para estudar hotelaria, foi para a França estudar hotelaria, voltou, tosse, tosse, câncer no pulmão. Bom, primeiro de maio de mil novecentos e e nove ele foi. Então, isso foi um abalo muito grande em termos de família como você, porque eu digo poxa vida. Eu fumava cachimbo, falei para ele, Charutinho, cigarrilho, mas não é cigarro, mas ele sabe, trabalhava, era muito, não é que ele era ansioso, ele era muito ativo e com trinta, e pouco, acho que era mais ou menos essa idade, ele se foi, mas tudo bem.

mas que a alma dele, isso foi um outro aprendizagem, não religiosa, mas mágica né, exotérica, que a alma dele continuava, que continuava nesta viagem pelo cosmos. Né não se deve ter esta visão material que acaba com tudo, nada acaba no no cosmos. Mas tem uma galáxia que se transforma num holocausto né. A poeira cósmica é o material básico para fazer uma Uma estrela para fazer um planeta, para fazer um asteroide e. Isso vai se transformando, e transformando aí. Isso deu para enfrentar este choque de uma maneira mais mais serena e mais madura do ponto de vista interno.
Os outros filhos.

Os outros filhos.

Está trabalhando lá num num lugar para começar a a aprender melhor o italiano e o italiano, ela fala bastante bem o o problema do italiano é falar e escrever. Escrever é complicado, precisa praticar bastante porque é cheio de verbos irregulares né. <coughs> E aí a convivência com ela foi interessante, porque eles entenderam e não entenderam.

necessidade de ãh dessa atividade física e amorosa natural né de desenvolver e de aprender. A cada mulher eu aprendi aprendi muito, mesmo em paixões muito fortes que eu tive né. Agora hum foi muito interessante, minha atual companheira, porque eu fui eh convidado uma vez para fazer uma dar um pequeno curso no workshop de História da Arte em Chapecó. Então, eu fui lá, fui hospedado na no hotel, no auditório, cheio, um monte de gente, e a coordenadora, disse, olha, eu preciso te apresentar uma pessoa muito especial, uma professora de educação artística. Aí eu me virei e vi um mulherão na minha frente, uma loira de olhos azuis, alta, um metro e oitenta, e eu digo, essa vai ser a minha catedral gótica. <laughs> A primeira coisa que eu fiz, não tem, opa, lá vai. O italiano fazia o cerco e deu certo. Estamos juntos graças a Deus há dezoito anos, companheira espe espetacular.

O idioma, eu português eu acho Um pouco anasalado, um pouco fechado. Quando falam rapidamente, é um pouco difícil de entender. Apesar que tem uma o lusitano tem uma um perfil próprio. Eu gosto muito da do Portugal, eu conheço. Estive em Lisboa, Porto, Braga, onde tem aquele monumento lindíssimo, que é o escadório das virtudes né. Toda que é uma beleza né, a comida, a gente, aquele espírito. de navegadores né. E o brasileiro, eh eh eu tive um pouco de dificuldade em em eh em pronunciar o á ó com assentos circunflexos ão. Eu falava brandáô, mas não é brandáô, é brandão brandão. Então é um pouco anasalado, é um pouco labial. Eu tive uma certa dificuldade. Uma coisa que eu não conseguia entender o porquê era você, mas de onde devem este? Não é português, não é nada, aí eu fui estudar, né? Aí vem do vosmecê. Que parece que vem de uma expressão do dialeto do sul da Itália, o que seria. Mas depois, fui embora, eh tudo mais, o português descobri que o brasileiro é um idioma muito rico, aí para aprofundar e aprender mais. Eu comecei a ler. Autores brasileiros, difíceis né, como o Machado de Assis, não de entender um pouco o prolixo né.

Aí eu percebi a beleza do português também através das músicas. Naquela época eu curtia, tinha uma paixão, então eu curtia muito as forças da maíza. <laughs> Estava lá, ah eu sei, você sabe que à distância não existe, digo, é, mas ela está longe, <laughs> olha a fossa, dor de cotovelo. <laughs> Samba canção, é uma beleza, é uma coisa lindíssima. Mas eu eu estranhava um pouco a diferença, porque depois é uma coisa que eu comecei a a sentir dor, dor, sabe? Dor no coração, né? Quando eu vi o Brasil começar a escorregar. Ai meu Deus do céu, como me custou isso a continuar a viver aqui. um sonho. Repito, um sonho. Depois digo, mas pera, não façam os mesmos erros que nós fizemos na Europa que outros fizeram na Ásia, pelo amor de Deus. Luta de classe, ódio, repressão, morte, tortura ah olha. A natureza humana tem uma sombra que piche, sabe? Não é possível. Não faça isso, mas infelizmente foi feito. Várias vezes eu quis ir embora e ver um país que tinha um pouco de corrupção, né? Se corromper, sabe, a corrupção política, eh luta de classe, digo, mas não faça isso, pelo amor, não precisa, sabe, um jovem como o Brasil, que é um belo jovem ou a bela moça, não precisa passar por isso, não repita, não copie as nossas sombras e as nossas. E que isso traz ódio. E olha, Um morro, um morro do meu rio de janeiro, onde depois da minha exposição em Ipanema, um grupo de amigos me convidou a subir o morro, porque todo aquele pessoal fez uma representação amadorística. Lindíssima do de Shakespeare. Olha gente, o que era o Brasil. Agora você não pode subir um morro porque é morto, não sabe quem que quer te matar. Meu meu meu Deus, vamos tirar isso do corpo bra do Brasil, sabe da terra brasiliense, não precisa. Então, várias vezes eu fiquei, como diria o catulo da paixão cearense né, rasga o coração e encontrarás a dor. Eu eu achei. Desta de de desta degradação, desta desta queda, meu Deus do céu, gente, não precisa, não precisa. Mas qual é a solução? Mergulha na cultura brasileira Ouça as composições de piano do Ernesto Nazaré. Escute o o Urubu de Tom Jobim. O Vila Lobos. Floresta de Amazona. Começar a sentir orgulho de ser brasileiro? Por que não? Qual é o problema? Um país que em quatrocentos anos deu coisas fantásticas. Mas vamo vamo repulsar o lixo de fora. Não precisa, insisto até a exaustão não precisa. O Brasil não precisa disso. Mas qual é o nosso caminho? Recusar o lixo. E um procurar, dialogar com o Qual é a tua necessidade? Está tudo bem vamos fazer assim, vamos fazer assim com com os nossos intelectuais, com os nossos estudiosos a uma condição que não tenha a cor política, porque senão vai complicar e afundar de novo como. Infelizmente ainda está acontecendo. Isso me dói muito. Demais Olha, às vezes eu tenho vontade de ir embora. É triste dizer isso, para não ver esse sonho ser degradado ainda mais. Me dói demais. É catulo da paixão cearense. Demais, me dói demais Eu fico porque eu sou teimoso, de áries, só que não mas acredito que isso aqui eh pode dar certo.

Então, eu quando eu tenho coisas que a minha mulher faz, e a minha mulher é educadora, professora de educação artística, geometrias, e trabalha no computador, não pode se distrair com o meu som, os meus vocalistas, e etc né.

E lá eu me reúno com meus guerreiros, treinando né.

Bom, eu sou transformando aquela salinha de vinte pessoas numa pequena sala de música de concerto. O último concerto que fizemos foi concerto latino-americano com os aspectos melhores, uruguaios argentinos e brasileiros. Quer dizer, fazer. Mas não vai ninguém. No começo tinha quatro ou cinco pessoas, agora tem trinta. De gente que gosta, que gente que se interessa e. E o que que é? Uma coisa brasileira feita na Vila Romana, itali italo-brasileira, em São Paulo, tocando não somente Bach, Beethoven e Vivaldi. Vamos tocar um, uruguaia de um anônimo, que é uma beleza. E vamos dizer, olha gente, isto é teu, ouviu. Então, cultiva em casa compra folclore, uruguaio. Tocamos viola em Luarada, pelo amor de Deus. Vamos comprar o Milton e ouvir. É um caminho. Eu não comecei com os escombros, no meio dos escombros, a a ouvir meu pai recitar a divina comédia. Eu olha onde eu cheguei. Por isso que eu falei no começo né, não troco a minha idade, mas de jeito nenhum, de forma alguma. Porque eu cresci, e aprendi a amar os países, e no caso amar a. A pátria paralela que é o Brasil. Só que o Brasil tem que hum tem que abrir, renovar e voltar para o próprio próprio caminho. Não achar o próprio caminho. O Brasil tem um sendeiro luminoso, como diria um músico argentino. Tem e. E é muito bonito. Nós desviamos, precisamos voltar.

E a comida brasileira?

e sobre tudo eu me lembro eh... outra pergunta interessante, eu me lembro que quando eu trabalhava no Matarazzo naquela época, eu trabalhava no centro da cidade, lá naquele prédio do Matarazzo, que hoje é uma outra instituição. Lá para Don José de Barros, que era tinha cinema, era um um luxo, um gostosíssimo. Tinha restaurante que tinha um típico prato paulista que hoje infelizmente sumiu, que era o virado a Tinha um omelete, tinha uma saladinha, tinha hum eh coisa de de de picante, tinha o pão, tinha um ovo frito, tinha um bife de carne verdadeira, gostosa, tinha arroz, tinha feijão, aquilo alimentava muito bem. Eu me adaptei, porque no começo eu fiz um pouco um erro de comer a comida italiana pesada mesmo no verão, não não pode fazer isso, é colesterol. Mas no frio você não tem colesterol, não, porque no frio você é obrigado a caminhar bastante e você queima. gorduras. Isso que é interessante é que você sua, sua, sua perde. Então o que acontece? Você precisa ter uma a alimentação balanceada, que é o ideal, no caso do brasileiro, que é arroz, feijão, um bife, uma salada eu verde, inclusive eu como cor né, fruta da estação, é o, é o certo. Depois eu conheci, como comecei a conhecer a comida do interior aí, já foi comida de minas, arroz tropeiro, toda aquelas coisas, que depois andei largando um fogo, por causa da gordura né. Os os eh os churrascos do sul dos gaúcho de de de de de do Rio Grande do Sul, que eu conheço, eu fui, inclusive, fiz um trabalho pelo laboratório de ángeles sobre as missões. Publicaram e distribuíram pelos médicos do mundo inteiro da, que não tinha um laboratório de, um churrasco, uma comida típica, fabulosa, muito gostosa. Em Santos uh, as peixadas, comer eh camarão, comer peixe, era uma festa. Depois eu percebi uma uma coisa interessante, que com a idade avançando, e eu como, minha mulher cozinha muito bem a cozinha brasileira e alemã, porque ela é de origem sueca alemã também, com aquela torre de um metro e. Eu comecei a certa hora a sentir falta do macarrão que eu tinha diminuído. Porque que com a idade você começa a perder um pouco a energia aí o macarrão tem carboidrato, a descobrir o pão italiano, não o pão de padaria, o pão italiano da bexiga, que é,, carboidrato. Como eu tenho muita atividade intensa, mental, muito forte, de vez em quando eu comendo uma bela pasta chuta né <laughs> que faz bem para o cérebro.

Como que era a convivência com os outros italianos aqui em São Paulo e os outros imigrantes? Hum
Uma pergunta interessantíssima Antes, havia mais união. Porque eram somente imigrantes. Com a chegada das grandes multinacionais e tudo mais, começaram a chegar manager e executivos, que bem no comecinho eh era tinha pessoal mais da da minha faixa etária, a nossa faixa etária, era aceitado na Pirelli, na Fiat e tudo mais, mas com o passar do tempo eh? O aspecto que eu acho não muito simpático da globalização, houve uma distância. Houve uma distância desnecessária que não era assim. Na década de cinquenta, sessenta, até setenta, havia um aglutinamento né, até assim no círculo italiano, isso, outro instituto de cultura, no consulado, hoje em dia, é a transformação dos tempos né, onde, em função de uma emotividade afetiva, se preferiu uma eficiência dura e seca. Então, gostei muito da tua pergunta, porque acontece uma coisa triste, os imigrantes se fragmentaram. Um está no braço, um grupo, outro está na moca, outro está na barra funda, outro está na Vila <coughs> na Vila Romana, outro está na Lapa. Só que tem o seguinte, como escreveu porque ele é ex-ministro, escreveu uma matéria no Estadão, possivelmente você, deve ter lido, os velhos italianos estão morrendo, do. Uma matéria espetacular, morrem os velhos, os jovens vai, fazer o quê? Fazer macarrão. Não, eles estudam informática, estudam engenharia, estudam arquitetura moderna, decoração, porque eles têm que eles têm que ver o que eles faz, porque a globalização é feroz é implacável. Mesmo que eles tenham um coração italiano é comer eh macarrão da, ele tem que criar Se casa, e os filhos, se é para ganhar dinheiro, sobreviver, porque esta loucura né do da economia, nesse sentido é interessante, coisa que acompanho sempre, o programa ou aprendiz. Já assistiram. Onde se vê que se faz uma seleção para ser secretário, para ser executivo, e tudo o mais se se vê. Aqueles jovens não acabam de, inclusive hoje a noite tem uma fase eliminatória. E como jovem, simpático, diferente e diferente, na hora de ser escolhido é uma luta feroz e. Isso foi negativo em relação aos imigrantes, porque às vezes eu sinto, não somente saudade, mas eu sinto que os meus velhos colegas, amigos, alguns não quiserem mais saber de Brasil e voltaram para Itália, ganharam um dinheiro, não ficaram necessariamente ricos e voltaram. Outros se mandaram para o interior, se fecharam num sítio, numa chácara, com os caipiras, estão lá, bem, e outros <coughs> faleceram, então eu sinto um pouco de solidão, da solidão afetiva, porque antes era impossível almoçar sozinho. Hoje em dia, tem dias que eu almoço sozinho, que minha mulher dá aula o dia inteiro, porque porque os amigos, como eu disse, se dispersaram. Se você vai na bexiga, sim, tem aquela italianada, aquele cara, oh palmeira, pô, está um horror, etc., e tal, mas não é aquela coisa inclusive mais culta. Não em termos de erudição, em termos de dizer, poxa a vida, você vê que agora tem uma ópera italiana, vamos assistir o operário, o enfim, o barbeiro, o cabeleireiro, ir assistir no Teatro Municipal, a gente se encontrava. Você viu que bonito, bonito que era tenor daquela época. O Armando Belardi, como dirigiu bem, o Benito Márezca, como cantou bem, disse, pô vamos comer uma pizza, vamos comer uma pizza, percebe? A cultura tinha uma continuação através da pizza, que era uma pizza muito bem feita, não era uma sola com óleo diesel em cima né, que é um horror, se você não tomar cuidado fica doente né. Então, eu posso dizer que talvez eu seja um dos últimos representantes de emigrantes, de paulistanos, de artista estudioso que, se não tomar cuidado, se extingue. Aí uma perda terrível para o Brasil. Terrível, não somente por estar insinuando, porque eu sou imigrante, sou italiano e europeu, não. O Brasil é um país humanista, o Brasil é um país de músicos, é um país de poetas. É um país que que tem uma um povo um povo um povo sem ser comunista, socialista, nada disso, O povo, eu me identifico muito porque atrás de um taxista que está mal encarado, onde é que o senhor quer ir? Se eu converso, eu percebo que ele está numa defesa, mas na realidade é uma pessoa que tem uma humanidade, uma experiência belíssima. Isto está se perdendo.

Ah, sim bom.
Sempre eu fui um esportista. Depois da guerra eu estava subalimentado né. Então faltava. A guerra tinha acabado, aquela festa, aquela alegria, faltava comida. Porque os campos, as indústrias de macarrão, de pão, padaria, estava tudo quase tudo semi-destruído né. Então nós tínhamos... <coughs> Meu pai trazia uma mochila com pouco de comida da do quartel, onde ele estava lotado. E o povo italiano sempre foi bom em sua tradição grego-romana né, um povo de esportistas. Né haja visto que modesta a parte nas Olimpíadas, a gente sempre se coloca bem. Então eu me lembro que um médico <coughs> disse, olha, você precisa desenvolver melhor seu osso, está com pouco cálcio, tem musculatura, eu era um uma espiga de de de grão, de de trigo. Magro orelhudo parecia... Aquela figura do José Maurício né, o Cebolinha, o que que precisa fazer doutor, faça esporte. Eu gostava. Então, eu comecei fazer esporte ginástica na escola, comecei a frequentar mais. Aí, comecei fazer fultibole. Aí, fui indo, fui indo, fui indo fui indo Aí, na Itália, eu fiz um pouco de judô, um pouquinho de jiu-jitsu. Eu percebi que era perigoso para o como artista plástico né. Porque eram, às vezes, posições violentas né. Aí, vinha aqui. Fui no Palmeiras, treinar futebol no juvenis né no palestra né e. E aí fui indo, fui indo, fui indo, fui indo, até que quando eu comecei a me desenvolver como artista e como hum pesquisador estudioso cultural, Estudioso, espiritual, espiritualista, passando, passei pelo Candomblé, pela unbanda mesa branca, Kardex, Kardexe Antroposofia, passei por todos os caminhos para aprender, não me ligar para aprender. Falei meu Deus do céu, estou começando a sentir falta do treino físico né. Aí eu fiz ginástica, voltei para o futebol, mas já não era o suficiente, precisava de uma coisa mais forte. Eu fiz um pouco de judô, com um amigo meu francês, fiz com um pouco de Jiu-Jitsu. Passei um pouquinho pelo karatê, até que finalmente um amigo alemão me diz, olha, veio uma nova luta coreana, o Tae Kwon Do né que é uma coisa assim, duríssima, acho que você vai gostar. Eu fui lá assistir, era um treinamento militar, três horas diárias. Então imagina, ah, eu entrei. Só que no começo era parecia um manequim, era tudo duro.

Então quando eu me soltei, entrava na luta, fraturei pé, fraturei <laughs> costela, clavícula, porque era contato direto. Não era nada de carícias, não era realmente chute, soco, cotovelada, a gente dava e aí retribuía né. Aí foi uma transformação alquímica fantástica, que aí eu levantei um voo, porque eu sempre quis ser um homem da renascença. Isto é um homem integrado, baseado na tradição integrada dos gregos né, Pitágora e Platão e dos romanos né, que tinha também e tem também esta tradição né. Aí foi uma maravilha. Eu não paro de treinar. Eu tenho o meu grupo, o meu grupo de guerreiros, que a gente treina, luta. Agora eu estou lutando menos por causa da flauta, né? Que a flauta prevê, né? Eu tenho uma agilidade, que às vezes o contato direto, né? Deixa os músculos um pouco duros, um pouco rígidos, né? Aí não pode. Aí eu segui, segui, segui e não paro de treinar e de quando eu posso. Com eles, com minha mulher, a gente vai na natureza, anda bastante, subi em árvores, subir caminhar pelas montanhas, isso é absolutamente natural, tanto que eu fiz o meu check-up. Faz hum nem uma semana que eu fiz exame de esteira, né? Esteira que fala, aquele que é. Bom, eu fui até o fim sem nenhum problema. Estava só um pouquinho ofegante, meu coração, tá ótimo.

Porque para amar os outros, você precisa primeiro amar a si mesmo. E como? Poxa, faça esporte, treine, sue, transpire, desintoxique. Aí, para mim, amar uma pessoa é difícil. Saber primeiro quem vê e vê fácil. Amar o gosto dele é bom, gosto. Sem oscilações. Se a resposta está no mesmo plano, pronto. O meu melhor amigo, amigo italiano, que conheço aqui, faz quarenta e seis anos, nunca brigamo. Que é uns polêmicas, sim. Os meus guerreiros são fantásticos né. Em um grupo estamos juntos há vinte vinte de dois anos. Nunca tivemos um desentendimento.

Por que flui? É uma orquestra. Cada um com seu instrumento, essa maneira e lutar e de meditar né. Mas é uma orquestra. Então, afina né eh.

Nada. Caminho fantástico. Com todo o sofrimento necessário do sofrimento, você quebra, você cresce. Uma civilização nunca se faz com gente mole, gente que evita o perigo, que evita o desafio. que evita de se apaixonar. Já repararam que tem pessoa, que tem medo de amar, porque não se não sabe não somente não se entrega, mas não sabe como se entregar. Às vezes está na frente de um mulherão e fica que nem um salame e aí e não sabe o que fazer. Salame italiano é um sinônimo de bobo, né? O que que eu faço? Mas escuta, você não praticou, aí a outra vai deixar ruim. Eu te Então, é um percurso... Não, não mudaria, não. De jeito nenhum.

Porque eu não me poupo. Se você me telefona, um caso, a uma e meia da manhã eu estou lá estudando, estou na frente do computador ou na frente da minha mesa fazendo pirografia ou fazendo escalas musicais com a minha flauta ou estudando ultimamente oportuno e estudar astronomia numa revista né, não em faculdade, que isso não tem condições. Astronomia, o que que é o universo? O que que é a astrofísica? O que que é o a? É uma estrela muito perigosa que está por aí, ainda bem que ela não está alinhada com a Terra, precisa saber. Porque isso significa energia. Energia significa energia do nosso planeta, que é um ser vivo. Eu sou um ser vivo, então isso tem uma conexão. Isso está em transformação. É saber. Por isso que eu não mudaria o meu percurso. Mesmo os que eu fiz, ah eu aprendi muito. Eu aprendi muito com o meu primeiro casamento, com a minha mulher, porque ela errou e eu errei, mas eu aprendi uma coisa muito importante em relação ao universo feminino. Aquilo que não se deve fazer com uma mulher. Apesar que eu sempre fui muito correto, mas eu tive minhas falhas. Porque o universo feminino é um universo importantíssimo. Não somente a Morena, a violão de biquini branco da praia, é a Mona Lisa também.

E não somente a mãe, né? Mas é também a companheira a amante. Você teve um caso, o caso durou um mês, mas naquele mês eu aprendi o que as outras não me ensinaram. Então é gratidão, o universo feminino é importantíssimo. Elas estão uma fera com nós porque nós fomos num um mundo inteiro machista, repressor, o pai, o marido, o amante. Deus me livre, mas elas são é a Mona Lisa e a Morena é uma. Uma uma oitava musical lindíssima, que no fundo é a mesma coisa né Uma é abstrata, a outra concreta. Nós precisamos delas, com certeza. Não do do ponto de vista de uma dependência, mas como está o signo do aquário. duas linhas que estão juntas. Diferente da época de peixes. Os peixes, se você vê qualquer jornal, eles estão não se encontram. Eles estão em em em linhas opostas. Enquanto que a era do aquário, eles estão ombro a ombro <coughs> eh.

O que o que o senhor achou de ter participado?
dessa entrevista aqui no Museu da Pessoa.
Olha, a primeira coisa que me impressionou bem, <coughs> que eu observo muito e aprendi com alguns mestres né a fazer a leitura do corpo de uma situação, de um muro, de uma parede, inclusive como artista plástico né. Uma localização. A localização é muito boa, um lugar ensolarado.

Aí depois apareceram vocês e eu checando sempre. Mas não sou espião, não? <laughs> E é uma cordialidade muito grande, pergunta que me deixaram muito à vontade. Eh
O senhor gostaria de dizer mais alguma coisa que não foi abordada na na Pode me fazer um favor.
Se orgulhem de serem brasileiros latino-americanos.

Então, em nome do Museu da Pessoa e do Ponto de Cultura, agradecemos a sua entrevista.